Boa tarde, boa tarde!

que você comece, por favor, falando para mim o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

E ela gosta muito da da família, então acho que é interessante falar bem dela também, que é uma pessoa que a gente tem que preservar bastante. Ela, minha mãe e meu pai.
E o que que seus pais faziam?
Então, meu pai é cabeleireiro desde a infância, desde a época das calças curtas, vamos dizer assim, né. Ele trabalhava com meu avô, meu avô também é cabeleireiro, era cabeleireiro e E a profissão que ele tem é que ele aprendeu com com o papai, né? E minha mãe, minha mãe sempre foi, estudou, era só pedagoga mesmo Dona de casa, né, atualmente.
Então, vamos começar falando um pouquinho dos teus avós, que eu acho que tem uma história bacana que você pode contar. Como que era o nome dos teus avós?

Uma vida muito corrida, né, naquela época. Quase ninguém tinha televisão em casa. Eu escuto muito falar isso, né, que era uma coisa que Era um era um prazer que quase não eram muitos que tinham, ter uma tê vê em casa.

Então o que eu posso falar é que era uma vida muito louca, corrida. Meu pai mostrou foto do meu avô de terno e gravata. Acho que era um outro clima, isso no Nordeste, né? A não sei aqui em São Paulo. Aqui, acho que devia estar bem adiante, mas é mais frio.

Mas, é isso aí.

É um bairro onde tinha escravos no passado, né? Por isso que tem esse nome de engenho, porque era engenho mesmo. Eram vários engenhos de escravos. Aí o tempo passou, a escravidão acabou, e com isso virou o bairro Engenho do Meio.

Conheceu seu avô? Conheci meu avô. Minha avó ainda é viva, meu avô já é falecido.
E o que você tem de lembrança dessa convivência com seu avô e com sua avó?
Na época, eram pessoas muito boas, tranquilas, né. E, como eu era criança, não dava muita atenção, assim. imagem de avô e avó, né. A minha avó sempre foi uma pessoa muito, assim... Trabalhava, ela fazia bonecas, ela dava aula de catecismo. Ela fazia... ajudava na igreja, aquelas pessoas beatas mesmo, sabe? Cuidava da família. Todo ano, a festa de final de ano era era na casa dela. Ela reunia toda a família, fazia questão do réveillon, sei lá. Muitas vezes, Natal e Réveillon Como essa casa no Engenho do Meio era era enorme, uma casa de esquina, tinham vários quartos, tinha uma parte grande de de de árvores, com árvores frutíferas, né. Então, ficava todo mundo embaixo das árvores ali. Então, o que eu posso dizer é que ela era muito mãe. Ela era feita, como aqui em São Paulo, fala que a avó italiana, muito na nona, né. E ela, por ser do Nordeste, ela tinha muito disso. E meu avô gostava da casa cheia, aquela casa... animar, todo mundo junto, entendeu? Ele era muito calado. Eu posso dizer que ele era muito calado. Ele falava muito pouco. Então, eu não tenho muita imagem dele assim, conversando com ele, batendo papo, porque ele era muito fechado. Não sei porquê, naquela época, né? Não sei. Talvez hoje... Hoje, as as de idosos são mais comunicativas. Naquela época, meu avô era mais fechado. Minha avó, ela falava muito dela, da infância dela, né. Então, foi isso.
E aí você lembra de você eh vendo seu avô trabalhar?
Eu não cheguei a vê-lo. Não? não.

Porque eu comecei a trabalhar com quinze anos, dezesseis anos de idade, no salão. E na época ele já era aposentado. Uhum. Ele não trabalhava. Ele cortava os cabelinhos em casa das das filhas, né? Como ele tinha filhas que cresceram com ele cortando o cabelo delas. Então, às vezes eu chegava a vê-lo cortando no quintal o cabelo da minha minha tia. Mas é aquela coisa assim... Eu acho que eu não tinha interesse na época. Nunca parei para pensar no meu avô cabeleireiro, entendeu? Porque muitas vezes na vida da gente, a gente só dá valor quando a gente perde, né? Hoje eu eu olho assim. Poxa, se eu tivesse tido mais atenção a ele, perguntado mais a ele, eu saberia falar mais, né? Então, na época, eu não achava natural. Nunca tinha aquela curiosidade, entendeu? Talvez o meu erro tenha sido esse. Mas ele era a pessoa assim, que ele trabalhava em casa às vezes, mas não com clientes, só com a família mesmo, uhum. E
E seu pai, você falou que ele começou a trabalhar

Os garotos usavam calça curta, não podia usar calça. Calça só homem, e terno. E garotos usavam calças curtas. Então ele começou de baixo também, como eu também comecei, limpando o salão, dando cafezinho, fazendo bora ali no banco, vai fazer não sei o que. Era aquele office boy de hoje, dessa linguagem. E ele foi aprendendo também, ajudando, auxiliando, porque todo bom profissional... Acho que em qualquer área, tem que passar por todas. Para aprender a dar valor, para aprender a... Como é que você vai liderar um grupo se você não sabe fazer o que vai mandar? Então, tem que passar por tudo para poder ser um bom líder. Então, meu pai teve que aprender a ser humilde também, porque até eu passei por isso também no começo, né. Filho do dono do salão e eu varrendo o salão. E eu achava aquilo horrível. Às vezes, eu olhava assim, mas eu tinha que varrer, meu pai, varra o salão. Ficava, painho, varra o salão, tem que varrer o salão. E isso eu fui aprendendo a ser humilde, que até então eu era o filho do dono, e eu achava que era um absurdo. Mas graças a ele ter me feito passar por tudo isso, eu aprendi a dar valor, aprendi a a ver uma uma a ter uma visão da vida diferente, entendeu? Não ser hipócrita, não ser metido, entendeu? como muitos erram, né, com os filhos.
Então, descreve um pouco mais a sua relação com o seu pai, como era o seu pai.
Então eu vim conhecer meu pai mesmo, quando eu comecei a trabalhar com ele. Porque toda a infância era de manhã, no final do café, antes de ir para a escola. E a noite, quando ele chegava, para chamar atenção, porque eu era muito danado. Danado assim, eu dava muito trabalho.

Então era <laughs> Então eu passo a ser meu pai mesmo, e amigo, quando eu comecei a trabalhar com ele. Porque até então a minha visão de pai era pai, meu pai, minha mãe. Mas não tinha aquela convivência. Só no final de semana que eu ia para o campo de futebol, que a gente saía para passear e almoçar fora. Era pai assim, idolatrado, né. Então ele virou pai e amigo quando eu passei a trabalhar com ele. Aí eu comecei a admirar mais ainda meu pai, a conhecer o trabalho dele, a admirar o trabalho dele, que até então eu não gostava, né? Na profissão, né, de cabeleireiro. Que isso é outra história que eu conto depois.
E como que era a relação com a sua mãe?
Ah, era ótima. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa. Também, na época deles, meus pais, existia uma coisa, não sei se era ciúme, mas eu acho que a mulher não podia trabalhar, não devia trabalhar. Hoje em dia, a mulher já está em várias eh eh... ela se destaca mais do que naquela época, né. Então, a minha mãe, mesmo formada, o meu pai não aceitava ela dar aula. Não, você não vai ser professora, que eu não quero, desde que eu não precise que eu trabalho. Não sei se era machismo, talvez, né.

Hoje não, a coisa já evoluiu, já está em outros segmentos. Minha irmã era uma pessoa muito boa, vivia para gente, né. Aquela dona de casa, aquela mãezona que cuidava, que ensinava o colégio, que levava para escola, que buscava. Então, a visão de mãe, entendeu? Aquela mãe que acompanhou toda a nossa nossa infância. Então, é isso.
Você sabe como é que eles se conheceram?

Isso com dezenove anos de idade.

Ele atendia muitas miss.

Naquela época não eram penteados, eram perucas. Então, ele ele além de fazer a peruca, ele colocava a peruca, ele criava perucas. Para cada modelo, uma peruca diferente. Depois, com uns anos, viu os penteados presos, que ele fazia muito bem. E minha mãe era uma estudante, entendeu? Que era amiga de amiga, que conhecia o salão, frequentava o salão e se conheceu. Meu pai era solteiro, imagina, dezenove anos, solteiro. Naquela época eh, carro era uma coisa assim, não é que era difícil, mas ele ia de táxi. Depois teve a lambreta, né, anos sessenta, né, lambreta, todo mundo tinha lambreta. Até ele cair, machucar, ele desistiu <laughs> da lambreta. Então eles se conheceram nessa época, né, dos anos sessenta, onde tudo era diferente de hoje, né, onde o beijo era uma coisa que demorava a pegar na mão, nem se fala. Então eles me contam muito da história deles, que foi um namoro mesmo, foram oito meses de namoro, noivado e casamento. Eles namoraram, noivaram e casaram em oito meses. Porque não é aquela coisa, não tem aquela paciência que hoje... Hoje ninguém tem paciência para esperar oito meses, já casa logo. Já chega aos finalmentes, como dizia assim. E naquela época, não podia nem pegar na cintura. Nem me contar que com essas namoradas, quando pegar na cintura, eu acho que eles tiram a mão da minha cintura. Não pode.

Então, ela me conta muito isso, que era um namoro mesmo, de pegar na mão e sair de mão dada, entendeu? De se beijar no escurinho, aquela coisa bem, sabe? Eu acho que foi o fato de eu ter apressado <laughs> o casamento, hum, nesse sentido, né.
E aí eh, você tem irmãos?
Eu tenho um irmão de de trinta e cin

Tenho dois irmãos. Ela que está lá, que estuda. E a gente sempre não foi muito fã, né, da área de estudo. Então, meu pai optava. Você quer estudar ou quer trabalhar? Que que

Naquela época também era caro. Hoje está mais ainda. Então, você pagar para um filho que não quer estudar, que quer faltar aula, que quer bagunçar e chegar no final do ano e não passar, Não era o meu caso, mas eu nunca fui muito fã, eu era aquele aluno que eu estudava no final, quando chegava perto do final do ano que eu estudava, ia para recuperação e passava <laughs> <laughs> Então, já minha irmã não, ela dos dois, dos três, foi a melhor, ela sempre passou de ano, tanto que ela terminou o segundo grau, no mesmo ano fez vestibular, passou, passou em em comércio exterior, cursou seis meses, não gostou, trancou, fez relações internacionais, passou, então é uma pessoa que dá para investir. Tanto que ela é muito Ela é muito, assim, eh... decidida. Por isso que ela está lá nos Estados Unidos, trabalhando lá, estuda mais inglês, para quando voltar ter uma opção melhor de vida, né? Então é isso.
E aí quando vocês eram pequenos, como que era a relação de vocês?
Então, eh eh, no caso eu e meu irmão, a gente era cinco anos de diferença, então era aquela coisa, era companheiro, saía junto, mas brigava muito, que é normal, né?

Mas eh eh assim, naquela época em Recife, já morava em Recife nessa época, eu tive uma infância que muitos não tiveram, não tem hoje, né? Então era a infância de jogar bola, de caçar passarinho que, de passear, de pescar, de jogar bola de gude, aquela bolinha no chão, né?

Tudo coisas que que hoje o moleque não faz, né? Hoje é tudo internet. Então, videogame, quando surgiu o videogame, era muito caro. Era o Atari. Não era nem o Atari, era um que ficava com aquela base aqui. Tu, tu, se lembra? Aham Uma bola que vinha assim, aí pum, aí batia. Aí tinha a opção de deixar a bola passar, era uma coisa que era...ó... Foi o primeiro videogame na época, isso nos anos Então, era o primeiro e caro. Então, não tinha como comprar. Então, a infância foi na rua, brincando, pé no chão, bicicleta. Foi ótima a minha infância. A pena que minha filha e as minhas filhas, que tem uma filha de doze anos, né, que mora em Recife, não vai ter. Hoje tudo é mais difícil, né? Hoje é perigoso demais na rua.

Hoje é bem mais.
Mas conta mais essas brincadeiras. Qual que era a sua favorita?
A minha era papagaia, eu gostava de pipa, adorava pipa. Teve Então eu fazia papagaio, preparava tudinho, pegava, subia no pé de de coco, né, água de coco, tirava aquelas talas, cortava, tirava o verdinho, preparava, lixava, pegava a alinha, fazia toda a armação, cobria com papel, fazia uma rabada e ficava empinando, né. E fazia dois, três, colocava nas costas e colocava na mão. E muitas vezes eu eu ficava dias, horas, né, ali, naquele sol escaldante, né. Tinha uma cor de morar lá mesmo, não era de praia não, era de sol o dia todo. Teve até uma época que eu estava fazendo papagaio, tinha uns doze anos, e eu estava empinando aquela pipa num mato assim, porque era tudo escalso, ninguém anda calçado. Ia andando e ia ouvindo aquele sangue lá embaixo, empinando, que sangue, e o sangue foi se aproximando. Quando eu olhei, quando eu vi, era meu pé, eu cortei que eu nem senti <laughs> Ia jogar também futebol, fazia as barrinhas de de de chinelo, ia embora e deixava o chinelo lá.

Voltava, não estava mais o chinelo. Então foi muito boa minha infância, graças a Deus eu posso falar que não foi tão boa quanto o meu pai, que o meu pai foi melhor ainda. Então a gente escuta muita coisa do passado, né, da infância.

Eu acho que muita coisa eu fiz porque ele me ensinou. Entendeu? Ele era nesse ponto muito presente. Ele fazia olhe, os carrinhos de lata, lata de leite, né? Pegava o leite vazio, o leite ninho ou neston. Eu pegava, quando esvaziava, eu enchia com cimento, colocava a tampa e prego. Aí enrolava, pegava um... antes de botar o cimento, vinha um ferro, fazia tipo uma armação assim na lata, uma alça, sabe? Aí colocava o cimento. Quando endurecia aí, aquilo virava tipo um carrinho de de lata. Tudo coisa do meu pai que me ensinou, né? Então a gente ficava brincando, achava muito interessante isso. Coisa que hoje ninguém tem, né? Ninguém nem vê. Só em eventos fechados, né? De família.
Né, e aí você falou que você era danado, aprontava bastante.
Ah, eu aprontava. Eu andava com com estilingue, né? Aquilo lá chamava badoque, aqui é estilingue, né? Direto no pescoço. Tinha até uma marquinha assim. Então, quando eu via um passarinho, eu tirava assim, já colocava uma pedra. Porque, sei lá, acho que hoje eu não faria isso mais nunca, né? A gente pensa diferente no adulto, né? Então eu quebrava a vida da da casa do vizinho. Ave Maria Chegava reclamação lá em casa. Então eu apontava demais, sabe! Tirava a fruta. Às vezes estava num pé de mangueira enorme, alto. A gente ficava jogando pedra até a manga cair. Fora as brigas, brigava muito na rua. Uma vez eu apanhava, brigava e <applause> tocava na porta de casa.

A senhora podia vir aqui, por favor? Aí o sotaque bem carregado. O seu filho bateu no meu filho, olha o rosto dele. Aí eu me olhava assim, o que foi que ele fez? Ah, eles brigaram e quebrou o óculos do meu filho, então eu apanhava tanto por causa disso. Porque aí tinha que encarar o pai.

Então brigava muito. Por besteira, porque eu sempre falei muito rápido e eu nunca fui bom de argumento, então na hora da discussão eu não conseguia responder o argumento. Você é o filho daquilo, eu não conseguia falar, porque eu era gago, né? <laughs> <laughs> Aí eu acho que eu brigava mais por causa disso. Porque depois da luta a gente consegue argumentar, né? Então a gente consegue hoje, se eu estiver nervoso, eu consigo ouvir e consigo falar sem chegar ao extremo, né? Mas na infância a gente não pensa assim, a gente pensa em resolver logo a parada de uma vez só. Então a gente brigava muito, graças a Deus que era infância, que hoje em dia eu sou da paz, eu evito confusão <laughs> Não vale a pena, né?
Você lembra de alguma outra história boa assim, dessas de brincadeira, que vale a pena contar?

Quando a gente juntava grupo assim, era brincadeira individual. Quando era em grupo, a gente brincava muito de barra-bandeira. Você lembra de barra-bandeira ou não?
Acho que a gente chama de pique-bandeira.
Isso, pique-bandeira. Queimado, dorava brincar de queimado. Eh... Aí quando era noitezinha, que estavam as meninas no meio, a gente brincava de pera, uva, salada mista. Era muito gostoso essa brincadeira. Então a gente juntava os meninos e as meninas. Aquelas paquerinhas, né? E a gente começava a brincar de pera, uva e salada mista. Os meninos eram cúmplices dos meninos, e as meninas cúmplices dos meninas. Então, quando era uma menina que a gente dizia, essa eu quero beijar, aí eu apertava assim, pera, uva, aí fazia assim e já avisava que era a menina que queria. Pera, uva, aí salada mista, era beijo na boca <laughs> <laughs> Eu adorava. Quando não era a menina que a gente queria, aí você quer pera, uva, então pera, um beijo no rosto. Aí eu falava, pera, beijava no rosto. E essa? <laughs> <laughs> Era uma que eu adorava as brincadeiras também. Foi muita brincadeira.
E você lembra da casa onde você morava? Você consegue descrever a casa onde você morava?

E eu lembro que o avião passava por cima da minha casa (Uou) Em horários de pico, eram vários, um atrás do outro. Mas quem mora perto do aeroporto, às vezes se acostuma de um jeito que nem escuta mais o avião. No começo é difícil se adaptar àquela zoada. (Boom), né? Depois você se acostuma com a zoada e passa despercebido quando quando Então eu lembro que era uma casa muito boa e era própria. Então meu pai eh, com aquela mania de crescer, aumentou a casa. O quintal era grande, ele aumentou o quarto, então ocupou todo o espaço do quintal. Aí em cima do quarto dele, ele construiu uma piscina, uma piscina de de acrílico, né? Acho que vem de de todo canto aí. E já é pronta, né? Então ele fez toda a armação, colocou a piscina. Eu lembro inaugurou a piscina, tudinho. Na mesma semana, a piscina deu um <laughs> vazamento, molhou tudo, o quarto. Aí chamou o rapaz que instalou e refez todo o serviço. E era muito peso, né? Acho que era trinta mil litros de água ou era mais. E tinha estrutura, não ia cair, né? Tanto que não caiu. Mas, assim, minhas pais tinham mó medo, ficavam com medo de dormir, né? Embaixo daquele monte de água caindo em <laughs> cima deles. Aí ativou a piscina, ficou só só quando eu ia usar que enchia, porque antes ficava cheia direto. Foi uma fase muito boa.

Na frente da minha casa tinha um terreno baldio sabe Um terreno assim que ninguém cuidava. Plano. Então o mato ficava alto. E ficava ali durante meses alto, né. Mas quando era a época das crianças, meu pai com conhecimento dele, que ele tinha muito conhecimento, ele falava com um, com outro, e o trator passava e ficava tudo planinho no barro. E na época da criança ele fazia, ele com os outros pais, né, do bairro lá, juntava e fazia gincana, fazia o pau do sebo. O pau do sebo é aquele ferro enorme onde o cara passava sebo, né. Que é o O sebo é o que é a é o couro do porco do boi derretido. Então ele passa com margarina misturada. Fica uma coisa que você não consegue subir. No topo, aí colocava dinheiro. Isso para infância, imagina, cem reais na infância. Boa demais, né? Tudo de bala, de chiclete e tudo, né? Então eu fazia aquela fila de menino, cada um se jogava na areia, botaria no corpo para <laughs> subir e aí descia. Até o último, porque eu não precisava descer, eu ia tirando o excesso, né? Então até chegar lá era era o dia todo. Eu nunca consegui. Então, essa essa do pau-do-sebo foi engraçada. Então, a gente ficava o dia todo com festividade, fazia um torneio de futebol, organizava quatro times, jogava todos contra si, tinha um prêmio, um troféu, medalha. Então, era interessante nessa nessa época, né? Antes de trabalhar, né? Porque até então eu era criança, como todo mundo, brincava. E aí tinha o espiribol, que era um tronco assim com uma corda e uma bola no final, que ele ficava brincando. Hum. Então era o dia todo de festa, né? Então eu eu cresci numa numa numa região onde essa casa era uma região que não tinha muita criança. Então, todo mundo era amigo, todo mundo era o tempo junto, de manhã à noite, era final de semana. Tinha festa Quando não tinha festa, eu fazia festa em minha casa, que era festa Então era o seguinte, a noite, no sábado, a gente ficava caçando, aquele grupo de menino e menina atrás de festa. Ah, tem festa na casa de um tal canto. A pé andava quilômetros. Chegava na festa e era barrado, porque não conhecia a dona da festa. Aí voltava tudinho a <laughs> pé, era uma coisa. Aí quando não tinha festa, a gente fazia a nossa nossa festa. Eu ligava a radiola, tinha que ligar a radiola, né? Hoje é som, né?

Aí colocava o ele pê para tocar e todo mundo ia dançar. E eu lembro da passagem que, naquela época, a gente dançava a noite todinha, juntinho, né? Rosto coladinho. E e quando tinha uma paquera, que não podia, que hoje é fácil demais, né? Naquela época, não. A gente ia A gente ficava a noite todinha dançando, com o rosto colado no outro assim Aí, quando ia chegando perto da boca, assim, ia já beijar assim e virar para o outro lado. A gente <laughs> ficava a noite todinha, rapaz, dançando. Aí, quando ia chegar aqui, assim, ia beijar e virar para o outro lado <laughs> Até beijar, rapaz, era uma novela. É umas três, quatro músicas. Era mesmo. E tem mais, se no caso o menino ficasse meio assim eh agitado, excitado, aí ficava com vergonha. Então, era uma coisa que ele tinha que ter muito muito muito muito, assim, muito puro. Então, a paixão da infância naquela época era bem, acho que, diferente da de hoje, né. Acho que deve ser bem diferente da de hoje. Eu lembro que o meu pai falava assim, eh a sua infância é muito boa, a sua geração é ótima, eh realmente, vocês passeiam, vocês têm festa. A minha foi bem diferente daquela época. Mas por quê, pai? Porque você hoje sai, namora, né, vai pegar menina, vai para um motel, curte, fica no bom, no melhor. No meu caso era diferente, eu tinha que ir para um... A zona, que não tem mulher fácil. Aí os anos passaram e eu falei, bom, era minha época, que eu ia para a zona mesmo, não pegava nada <laughs> Vocês saem com a namorada de hoje em dia e pegam doenças fortes, como AIDS. Então já muda, a história já vem evoluindo de um jeito. Mudou, então naquela época, para roubar um beijo era um sacrifício, imagina o resto. É bem mais difícil. Então, eu posso dizer que eu curti a minha infância, tive infância mesmo. A gente viveciou isso aí, o namoro, entendeu? É claro que não foi tão, assim eh difícil como aquela dificuldade dos meus pais, mas não foi tão fácil também, não <laughs>
Você lembra de uma parqueira em especial nessa época?
<laughs> Ah, sempre tenho uma paixão, né? <laughs>

Um colégio de freiras, né?

E eu lembro que a minha paquera era do ônibus, né? Eu ficava olhando para ela no ônibus, assim, ela com o uniforme amarelo e o meu branco, né? E eu ficava o tempo todo olhando para ela, só descia o mesmo ponto, os dois desciam no mesmo terminal de ônibus. no último ponto do parada E isso eu andei durante meses. Mas eu tinha vergonha de chegar perto dela. E me apresentar a ela, né. Aí um dia eu contei ao meu pai. Ah, pai, tem uma menina no ônibus. Ele falou, como é que você está? está tudo bem. paquerinhas, tem uma menina no ônibus que eu paquero ela, mas eu não tenho vergonha de chegar perto dela. Como assim? ah, eu Muitas vezes eu eu entro no ônibus, eu olho, eu desço e espero o outro ônibus. Até um dia, quando ela está dentro, eu vou ficar lá sentado, olhando para ela.

Eu disse, eu não tenho vergonha. Que vergonha, tem que chegar perto dela. Eu falei, o máximo que você vai conseguir é... o seu seu não está aqui, você tem que tentar o sim. Aí eu fiquei assim, com vergonha, eu nunca ia chegar perto dela. Isso foi durante meses, né? Até que um dia teve um aniversário na casa de um amigo do meu pai, no mesmo bairro, né? Aí foi. Chegamos eu, meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe e meu irmão no aniversário lá. Chegando lá... Entrando na festa, a festa era na parte de trás da casa, enorme, cheia de cadeira, de mesa, todo mundo conversando. Quem chega? Chega ela com os pais dela e o irmão dela. Aí, quando eu olhei, não acreditei. Falei, paiinho, o que foi? Paiinho e mainha, né? É aquela menina ali, ó. É aquela ali, esse, é. Aí começaram a conversar, aí os pais dela, os anfitriões apresentaram meus pais aos pais dela, que é normal, né? Isso aqui é fulano de tal, fulano de tal. Aí meu pai falou assim, ó, meu filho estuda num colégio, e sua filha estuda num tal colégio, né? é Então, ele quer muito conhecer sua filha. Você se incomoda de eu apresentar sua filha a ele? Aí meu pai, aí o pai dela, não, de jeito maneira, cadê ele?

Aí eu fui, né?

É, eu nem sabia o nome dela.

Eu tinha uns treze, quatorze anos, a primeira paixão que marcou mesmo, né?

Muitos não tinham foto, né? Então eu lembro que eu ficava, assim, dias tentando encontrar. Depois eu desisti, porque quando vê aquela parte que não tem foto, aí você vai achar que é e não é, nunca é. Então é aquela coisa, marcou, isso é uma história, né?

Aí eu namorei a irmã dela. Pô, namorei a irmã dela para ficar perto dela, hum. Aí namorei durante um tempo a irmã dela, e ela gostava muito de mim, mas eu, claro que gostava da irmã dela, né? Mas achava interessante, fui namorando, até que um dia que eu vi que não dava mais, terminei o namoro com ela.

Aí nesse tempo aí a gente começou a conversar, eu já tinha mais maturidade, comecei a namorar, já trabalhava também, né, já tinha outra cabeça. Porque quem nunca trabalha, assim, eu observo o seguinte, não sei se era naquela época ou se é hoje, eu tinha o quê, quinze, dezesseis anos de idade, quando comecei a trabalhar. Com dezoitos anos, eu já tinha um carro, então eu não tinha condições. E meus amigos, muitos não trabalhavam, eram só estudantes.

Eu, vamos. Eu o único da turma que tinha carro. E tinha dinheiro, muitas vezes. Então, às vezes, eu ia fazer uma cotinha, ah, não tem. Cotinha é juntar dinheiro para botar combustível no carro, né? hum. Não tinha, nunca ninguém tinha. Então, é é aquela coisa. Então, o fato de trabalhar muito cedo, você também amadurece. Então, você constrói uma uma sua vida em cima disso, que é... Você começa a ter uma outra visão da vida. Porque só estudar é bom. Estudar eh eh acho que é tudo na na vida da gente. O estudo é a base de tudo. Quem consegue conciliar o estudo e o trabalho, melhor ainda. Mas eu não conseguia conciliar. Eu passei até a estudar à noite. Mas eu chegava na escola e queria aprender, e muitas vezes os meus colegas não queriam aprender. Então ficava aquela algazarra. Então ah eu percebi que à noite o estudo é muito mais difícil. Não sei em faculdades, mas estudar o segundo grau era terrível. Eu fazia Eu fiz o primeiro, passei no sufoco, porque eu queria aprender e não conseguia. Até o professor ia assim... não tinha aquela garra Não tinha interesse nenhum. Ele estava ali só para passar aula. Então, eu perguntava um assunto e ele falava, ah, não, é assim mesmo. Não estou entendendo. Então, procure entender. Já falei a você aqui. Então, eu tinha muita dificuldade em estudar à noite. Aí, comecei a perder o gosto também. Aí, me dediquei só ao salão. Comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar e deixei de lado. Aí, não cheguei a terminar o segundo grau. Parei no segundo ano de científico. Uhum. Por causa disso, né?
Mas deixa eu voltar um pouquinho. Fala para mim qual foi a primeira lembrança que você tem de escola.
Em qual sentido?
Assim, do que você lembra de escola. A primeira vez que você foi, ou uma festa que tinha na escola. Qual a lembrança mais antiga que você tem de de colégio, de escola?

Então, eu eu tive que transferir a minha escola para essa escola, né. E no primeiro dia de aula, eu cheguei na escola, né, meus pais já tinham um poder aquisitivo melhor, porque na vida tudo é conquista, né.

Quando meu pai tinha salão e começou a crescer o salão dele, aí ele começou a evoluir. Então, é normal isso, procurar um bairro melhor, dar o melhor para os filhos.

Aí eu estudei no clássico melhor. Então, foi um colégio que eu, acho que foi o primeiro clássico que eu estudei enorme, grande, tinha quadra, tinha... Panda.

Então, tinha uma banda musical, onde tocava música. Eu sempre fui muito fã de instrumento, então, eu tocava no instrumento. Então, no primeiro dia de aula eh eu me senti na cadeira lá e um colega chegou e falou assim, essa cadeira é minha. Aí eu olhei para a cara deles, não tinha ninguém aqui, não tinha placa, não tinha nada, né? E todo mundo, cara, você é doido. Aí o cara disse, você não vai levantar? Eu disse, não, não vou levantar. E aí ele falou assim, na saída eu vou te pegar.

Se me agarra na sala, é suspenso. E no decorrer das aulas, nos intervalos, os colegas que eu não conhecia falavam, você é louco, esse cara é assim, assado, ele que manda no colégio.

Eu vim de um lugar onde eu brigava todo dia, então para mim era normal brigar mais uma vez, né. Aí eu sentei lá, vi a aula todinha. Quando foi na última aula, ele nem compareceu. Aí eu falei, está lá fora, te esperando.

Aí eu fui descendo. Naquela época, a escola uniforme era de botão. Não é como hoje é. Às vezes não tem nem uniforme, né? eu fui, desabotoei a camisa, coloquei aqui e fui descendo, né. Quando eu Aquela fila de alunos descendo, né, na hora de ir embora. Aí quando eu... Tinha um batente com dois dois degraus, né? Quando eu fui descendo, ele tava embaixo me esperando. Aí começou a briga. E briga para cá, briga para lá. Bolando no meio da rua lá.

Aí no mesmo dia a gente saiu da abriga e fomos para <laughs> coordenação no mesmo horário. Não cheguei nem a ir para casa. Aí a diretora perguntou o que foi que houve, como é que pode? Eu contei tudinho para ela. Aí mesmo assim ela mandou só entrar no dia seguinte com os pais. Eu tinha uns doze anos Aí eu entrei com meu pai, no outro dia com minha mãe, tudinho. Minha mãe prometeu que nunca mais ia brigar na escola, me deu uma surra em casa de novo que eu apanhava demais, tudo eu apanhava. <laughs> Por isso que eu falo que... Muita gente fala, ah, o fulano é assim, drogado, porque apanhou muito. Gente, é mentira isso. Eu apanhei demais. Apanhei de folha de goiabeira. Sabe que folha de goiabeira? Tinha um pé de goiaba na minha casa, meia cortava a goiaba assim, meu pai dava-lhe as minhas pernas. Mas também por que eu apanhei, porque eu merecia.

Uma pessoa centrada, uma pessoa, um bom pai, um bom filho, um bom irmão. Porque se não, acho que não é que vai acabar. Eu nunca fui tirar sangue do meu corpo, mas eu levava umas palmadas boas mesmo. Então, voltando ao assunto, eu cheguei em casa na noite, meu pai me deu uma surra porque eu briguei na escola, que eu não queria que eu brigasse, que se eu brigasse, você saria da escola. E eu, deslumbrado com o colégio, aprendi a me acalmar, né. Aí, no dia seguinte, a gente voltou a estudar, tudinho, e esse mesmo cara foi meu melhor amigo durante todo o ano letivo. Foi tipo um respeito, né? A gente ficou amigo e eu convencia ele a mudar isso dele, né? Com o tempo, eu era sempre muito bom de conversa, né? E eu falava, cara, não faz isso não. Ah, vamos dar uma surra no fulano de tal. Cara, não faz isso não. Para com isso. E eu nunca fui brigar. Então, depois dele, nunca mais briguei na escola. Com medo de <laughs> sair da escola. E ao mesmo tempo, quando eu conseguia evitar a confusão dele, eu falava, cara, deixa o cara. Não, vou bater nele. Não faz isso não. Então, a gente ficou tão amigo que ele passou a me escutar.

A gente não se encontrou, a gente se falou por telefone, porque encontrou o irmão dele. O irmão dele é músico no aeroporto. Ele toca música em bares, lá tem cê dê

Aí, na época, eu mantive o contato com ele, e depois eu perdi, porque eu tinha o telefone dele no meu celular, e roubaram o meu celular, e foi embora o meu telefone dele. Eu falei, ai, meu Deus, é terrível, né? Quem perde o telefone no janeiro, se não tiver um backup de telefone, você perde todo o contato, né?

Então, eu acho que foi uma coisa interessante isso aí. Então, eu não fiquei o popular da escola, que na época, ainda é hoje popular você chegar e ser a pessoa que todo mundo idolatra, né, que eu nunca fui atleta, mas eu era muito comunicativo, muito, muito, muito. Fazia o pessoal rir, brincar. Eu chegava no ambiente, eu descontraía o ambiente. Eu sempre fui o líder na classe. Então, eu passei a ser o representante da da turma, tinha uma eleição na turma. Eu sempre fui o líder, sempre fui eleito, reeleito. Tanto, acho que isso me acompanha até hoje. Quando eu trabalho, quando eu era salão, eu sempre sempre fui um bom patrão.

Então eu sempre fui um bom patrão, aquele que escutava. Quando não dava mais, eu demitia a pessoa. E eu hoje, trabalhando com meus colegas, a mesma coisa. Eu acho que Eu acho que ninguém pode ser líder se não for um bom amigo, né? Saber entender as pessoas, entender o problema da pessoa. Porque todo mundo tem problema, né? Então, isso me acompanhou muito na minha vida.
E aí, juntando um pouco essas duas coisas no trabalho da escola, antes aqui da da gente começar, você estava contando uma história de como que era para você, na escola, assumir que seu pai era cabeleireiro.
Ah, é verdade. Eu cresci com um pouco de de raiva da profissão de cabeleireiro, que meu pai exercia e meu avô estava aposentado na época, né. Porque existia muito preconceito, né, no final dos anos setenta, começo dos anos oitenta, tinha muito preconceito de profissão. Na época, eu estava na sexta série, no sétima série, tinha uma matéria que ela chamava wh Moral e Cívica, que depois virou o esse pê ê E ela fala da profissão, fala de de política, era uma aula voltada para esse lado, né. E a professora, não sei se ela fazia isso por maldade ou não sei, mas isso me chateava muito. E ela perguntava, Fulano de tal, seu pai, qual é a profissão dele?

Fulana, seu seu pai trabalha em que? Meu pai é é é jornalista. Então, em cima da profissão, ela falava, ela queria que a pessoa falasse um pouco da profissão. E ela completava o raciocínio. E isso ia perguntando, todo mundo, até chegar a vez do fulano, seu pai é o que? É sapateiro. Aí todo mundo na turma ficava, oh, entendeu? Não era uma profissão que que tinha muito, assim, poder aquisitivo, que ia destaque, mas, poxa, era uma profissão como todas. Como é do lixeiro, né, como é da prostituta, profissão, infelizmente é uma profissão. Então a pessoa tem que eh saber o que é melhor para si. E quando chegava a minha vez, eu ficava louco, com vergonha. Aí eu falava, meu, seu pai faz o quê? É cabeleireiro. Aí o U era bem maior que... Cabeleireiro naquela época era gay. Então, todo cabeleireiro era taxado como gay. Então, eu saía na rua, saía da escola, ah, teu pai é cabeleireiro, então ele é gay, né?

Então, eh existia esse preconceito em cima disso. Então, o pessoal começou a ficar perguntando, ah, teu pai é gay, teu pai é gay. E eu, por mais que eu falasse que não tem nada a ver, meu pai é cabeleireiro, meu avô era cabeleireiro, são homens, não tem nada a ver, mas existia um preconceito em cima disso. Então, muitas vezes eu briguei na escola por causa disso, porque eu não tinha argumento. Então, eu, além de falar muito rápido, eu era meio gago. Batia mesmo, porque até para argumentar que meu pai não era gay, não tinha condição, ele ficava nervoso, então eu partia para violência. E eu cresci com raiva da profissão do meu pai. Então, muitos perguntavam, você você você vai ser igual ao seu pai? Quando eu estava numa roda de amigos de cabeleireiros, porque meu pai tinha amigos.

Eu falei, Deus me livre. Não, não, não. Eu não queria ser cabeleireiro, porque eu tinha vergonha, eu sabia que eu ia ia sofrer com isso, preconceitos.
E aí, o que você queria ser quando você era
Então, eu acho interessante essa pergunta, porque a minha família é parte de mãe, a maior parte é militar. Então, tudo do exército da aeronáutica. Então, eu tenho tios que são coronel coronel, tem um tio que é coronel e outro que é coronel eh major da aeronáutica, aposentado, e outro coronel. Um é médico e o outro é mexe com aviação.

Toda a família, quando se reunia, falava das das viagens do meu tio, né.

Ele é aposentado no comando lá.

Aí eu cursava o quê? Sétima série, né, oitava série, não sei. Aí meu tio falou assim, meu filho, você quer ser militar? Aí eu falei, não sei tio, é muito bom, tem as viagens, mas você tem que decidir agora. Se você quiser eu te passo uma indicação, aí você vai passar três anos no Rio de Janeiro, vai cursar o segundo grau lá, já sai com o terceiro sargento. Aí passa dois anos no no em Brasília, aí vem com o segundo tenente. você quer, é uma ótima profissão, você tem que construir. E na época, acho que deve ser bom mesmo, mas eu era muito indisciplinado <laughs> para ser militar. Falei, não é possível E tem um detalhe que eu era muito apegado à família, muito família, pai, mãe, irmão, parentes. Então, eu ficava pensando, pô, eu faço há três anos fora, três anos sem contato, não tenho férias. Então, quem quisesse me visitar lá no Rio, que é a Academia da Aman, né? Legúndias Negras, não sei como que é. Então, a gente ia para lá, né? Ia ficar três anos, isolado do mundo. Aí eu pensei bem isso, rapaz, vou pensar e pense, me dei as portas até tal dia. Porque você querendo, eu te indico, passo uma carta e você vai direto.

fácil, fácil. Bom, aí tanto que eu pensei bem, pensei bem, meu pai, meu filho, pense bem, é isso que você quer mesmo? Aí eu falei, não sei pai, então vamos trabalhar comigo, tem um salão, você, aquilo tudo é seu, não vai ser meu no futuro, eu vou me aposentar, é seu. Então para que você vai para o exército? Mas eu ficava, não, dentro desse salão, Deus me livre. E isso foi me martirizando, né? Até que eu pensei em não ir, não, acho que eu não vou seguir o exército, não.

E optei por ser cabeleireiro. Porque aí foi quando o meu pai, eu tinha uns quinze anos, meu pai falou assim, olha, a moça que trabalha no ccaixa comigo, ela tá grávida e... E eu acho que ela vai ter neném por esses dias. Se ela te sair de licença, você entra no lugar dela. Mas painho, qual é o problema? Você fica no caixa. E minhas férias? Que férias o quê, rapaz? É o nosso nosso dinheiro, nosso nosso ganhar pão, né, aquela coisa de argumento de pai, né? E eu lá, nem é que aconteceu, a menina saiu de licença, maternidade, e eu tive que trabalhar o mês de dezembro todinho, que era o mês de férias de qualquer criança, né. Então, pessoal, eu todo dia ia trabalhar de segunda a sábado, todo mundo jogando bola. Os amigos chegavam à noite e falavam, amanhã tem jogo. Eu falei, cara, não posso.

Eu vou trabalhar. Estou trabalhando, é? Estou. Mas, oxe... aonde? Meu pai, não acredito. Então, eu comecei a me afastar dos amigos, que eu era muito amigo. E aí comecei a trabalhar com meu pai, mês de dezembro. Todo dia. E ia apulso, com raiva. E fui trabalhar e aquela coisa toda. E comecei a ver a coisa por outro ângulo, né? Que até então, é o que eu falei a vocês, eh meu pai era amigo, mas meu pai era assim, pai, né? O pai. Aí pessoa pode ser ser pai e amigo. Começamos a ficar mais tempo juntos, a gente almoçava juntos, estava sempre junto, o dia todo junto, ele conversava muito comigo. Então, a gente começou a ter aquela convivência maior de pai e filho, né? Comecei a a agostar do salão, né, do movimento, das pessoas que trabalhavam lá. E a primeira coisa que eu aprendi no salão com quinze anos foi trança, que na época dos anos oitenta era muito uma coisa que todo mundo usava trança, todo evento. Então, eu manusear cabelo com trança, aí me mostrar assim, pega assim, pega assado, eu fui aprendendo trança. Então, antes de tudo eu aprendi trança, que é uma coisa difícil, que hoje em dia, na época era muito novo, assimilava muito rápido. E pronto, isso foi em mil novecentos mil novecentos e oitenta e três Então, tinha uns quinze anos. Eu acho. Comecei a trabalhar com ele em dezembro e não parei mais. Quando começaram as aulas em janeiro, em fevereiro, aí o pai falou assim, eu estudar de manhã, né, então eu vou te colocar à tarde. Aí você trabalha de manhã e estuda à tarde. Aí, não painho, deixe deixe de manhã que a tarde é maior até a noite, não está certo. Então eu estudava de manhã no mesmo colégio e saia direto para o salão, almoçava no salão e trabalhava a tarde toda. Aí nesse meio tempo já não era mais caixa, né? Já ficava ali o filho do patrão organizando o salão, limpando o salão. E o meu grande dilema, que que eu acho que é o fato de ser filho do dono, eu sofria muito, assim, porque eu acho que não aceitava muita coisa, né? Mas meu pai sempre foi, em termos de educação, ele sempre foi rígido, né. Então ele falava, não, você tem que varrer o salão. Mas, painho, earreir o salão, o salão é cheio. Qual o problema? Varra o salão agora. Ele nunca fui de desacatá-lo, né, claro, varria o salão. Com vergonha, varrendo o salão, com cabeça baixa, né. Que às vezes ia cliente ia a filha da cliente ficava olhando, admirando, mas ficava na minha. Então isso foi bom para um aprendizado, né, que a gente aprendia a ser humilde. A humildade acho que é importante em todos os segmentos. E mesmo por ser filho do dono, meu pai me exigia fazer as coisas para aprender. Aprender também a ser a outra pessoa. Aprender a lidar com o ser humano, a respeitar o ser humano. Então isso foi muito interessante para o meu aprendizado na época, né. E comecei a trabalhar no salão. Fui gostando da coisa. Passei o ano de oitenta e quatro todinho olhando praticamente. E em seis meses eu comecei a cortar cabelo de criança. Então comecei a cortar cabelo do dos primos, dos vizinhos. E era cheio de colega. Às vezes eu pegava na rua os colegas. Vem cá vamos cortar cabelo de graça. Você sabe cortar cabelo? Sei. Eu cortava, eu achava horrível. E a mãe, na porta, elogiava. Ah, adorei o cabelo do meu filho. E eu fui aprendendo assim, nos colegas, nos filhos dos colegas, né. Aí depois de uns seis ou oito meses, eu comecei a cortar o cabelo dos dos dos homens, né, adultos. Aí meu pai, eu tinha comido demais nessa casa lá, então era grande, tinha espaço, aí ele vai falar, ó, se você quer aprender, traga seus colegas que eu ensino. Aí eu comecei a cortar o cabelo dos amigos, né. Meu pai perto, assim, assado, esse movimento é assim, e eu comecei a entender a coisa. E, cara, todo aquele preconceito que eu tinha, aquela raiva que eu tinha, sumiu. Porque eu passei a admirar a profissão. Então, foi bonito. Aí, depois de um ano, eu já estava cortando cabelo de homem e de criança. Depois de dois anos, eu entrei no feminino, porque meu pai sempre falou que na profissão da gente, a gente tem que abraçar todos os os os lados, né? Você não pode ser um profissional, assim, eh... limitado. Você tem que atender o masculino, feminino e infantil. Toda a família. Mas era muito difícil. Eu achava muito difícil. Nunca vou aprender, nunca vou aprender. Mas eu nunca... a gente tem que tirar a cabeça.

Nunca vou aprender. É muito difícil, painho. Mas pare, você vai aprender A palavra é muito forte. Tudo no mundo se conspira com a palavra. Então, você Ele tem muito argumento nesse sentido. Então você precisa falar que eu vou aprender, eu vou aprender. Não é difícil. Você tem que ter força. E eu sinto que na época certa, quem entra novo assimila muito mais rápido. Aí ele mostrava a situação.

Entrou com vinte anos. Veja a dificuldade dele. Com vibte anos de idade, a pessoa já tem outra cabeça, tem outras dúvidas. Então, você é novo, você não tem nenhuma preocupação na cabeça. Você vai aprender. E, realmente, eu aprendi. E eu me tornei um profissional com dezoito anos de idade. Eu participando de campeonatos de cabreira em Recife, ganhando prêmios em primeiro lugar, segundo, terceiro. E, muitas vezes, eu participei de um nacional lá, um dos um dos jurados Chegou para o meu pai e falou, eu não vou dar primeiro lugar para ele porque ele é muito novo. Eu merecia o primeiro lugar. Todo mundo viu meu corte lá, elogiou, tudinho. E ele falou assim, eu não vou dar primeiro lugar para ele, porque ele é muito novo. Vai estragar o menino. E meu pai, conhecia ele, né? Não, tudo bem, você que sabe. Eu vou dar ele, a gente reúne aqui, vamos dar ele terceiro lugar. Terceiro lugar é porque vai ser bom para ele. Ele é muito novo, porque é primeiro lugar, ele vai ficar muito, muito... Não sei, até hoje eu procuro entender, né? Eu acho que ele estava certo.

Eu sei que eu fiquei muito decepcionado, porque todo mundo falava, em primeiro lugar... Porque no intervalo de cada categoria, as modelos ficam andando pelo palco, né? E quando eu desci do palco, que eu ficava embaixo com o pessoal, né, todo mundo veio até mim e me apertou a minha mão. Parabéns, esse corte seu é o primeiro lugar. Quem estava na plateia... E, realmente, de todos os cortes, era era o mais bonito, destacado, né. E, minha surpresa, eu fiquei em terceiro lugar. Eu chorei muito. Daí, eu não participei mais. Não sei se foi um golpe para mim, eu fiquei tão arrasado.

Então, existia muito isso, né? Eu com dezoitos anos, mas mesmo assim eu superei, entendeu? E me dediquei cada vez mais à profissão, viajava muito para São Paulo. Acho que o fato de morar aqui é porque eu admirava muito São Paulo, achava lindo São Paulo, frio, aquele calor de de Recife escaldante, né?
Você lembra a primeira vez que você chegou em São Paulo?
Eu lembro. Lembro, foi em noventa e Você lembra o que você achou? Eu fiquei deslumbrado, né. Cidade de pedra, né? Tanto concreto, eu não olhava e era concreto, concreto de todo lado, né. Recife a gente vê água, né?

Então, tem pontos de Recife que você olha e vê o mar de longe, entendeu? Então é uma abaixo, é uma cidade abaixo do nível do mar. E cheguei em São Paulo, para onde eu olhava era concreto, concreto, concreto. Então você não via a água, tanto que é longe, né. Daqui para a água, para a praia você passa o quê? Horas, né, num carro. Então eu fiquei deslumbrado com a cidade, com a beleza, com o clima. Adorava, adoro o clima daqui, né. As pessoas, né, várias culturas reunidas no mesmo local.

Então, todo mundo vinha de Recife para ele, para aprender novas técnicas, o que ia ser usado. Então, tinha uma... ele tinha, ele apresentava duas coleções eh Primavera e Verão, que era em meados de setembro, e Outono e Inverno, que era no começo do ano, em março, né. Então, eu optava mais para Primavera e Verão, porque em Recife o clima é tropical, Eu acho que vou me adequar mais com o verão, né. Então eu vim para cá, eu e meu pai, a gente vinha juntos para o curso, eu passava aqui uma semana. E o curso era três dias, mas eu passava uma semana para passear, conhecer os lagares, os locais. E eu muitas vezes aprendi olhando na rua o cabelo das pessoas. Acho que me destacava nisso aí, porque eu eu fazia aquela, né, triagem, sei lá, olhava um cabelo assim, poxa, cabelo bem cortado, né, no local que eu ia, né, sempre passeando, né, em banco, ficava no banco olhando pelo cabelo do povo lá, cada cabelo.

Então eu tinha clientes modernos que queriam novidades, então eu esperava. Você viaja quando para São Paulo? Viajo tal dia. Então, tinha muitas coisas que não iam no salão enquanto eu não voltasse para aplicar o novo corte. Então, foi muito interessante isso, por isso que eu acho que eu gosto muito daqui, por causa disso. Que é a moda aqui dita, né? São Paulo é o centro da dita da moda, né? <laughs> Em cabelo, de roupa, tudo, né?
E seu irmão trabalha no salão também?
Meu irmão entrou um pouco mais tarde, com dezoito anos de idade Ele também é aquela coisa, so so sofreu influência, né? Tem meu primo, tem um primo também que trabalhou comigo também.

E cada um eh, meu pai na época tinha três salões, então ele colocou cada cada um no salão, a gente trabalhava junto.

E meu irmão começou a ver os dois trabalhando, eu e meu primo, que a gente era muito unido, eu e meu primo, né? Aí a gente falava, cara, é muito legal, vem aprender, vem aprender. E aí o meu irmão, porque ele era surfista, né, a vida é interessante, deixou o surf para virar cabeleireiro. E começou a trabalhar com a gente, a gostar também da minha própria profissão e aprender também rápido. Aí ele trabalhou a maior parte comigo, meu irmão, né. Ele teve a base com o meu pai. Depois eu estava em outro salão e tinha espaço. Aí meu pai falou, vai trabalhar, vai trabalhar com o seu irmão. Então meu irmão não sofreu tanto aperto, nem cobrança, nem assim, é, cobrança como eu recebi. Porque como ele era meu irmão, né, eu não podia exigir muito dele. Então eu exigia com jeito. Porque pai é pai, né? Pai é falar as coisas, a gente aceita, né? Mas ele é irmão, é complicado. Então, eu tinha mais argumento com ele. É assim, não é errado, não é assim. Então, o bom é que ele me escutava, né? Então, ele também é um ótimo profissional. Trabalha aqui em São Paulo também.

Então, ele está aí no salão e eu eu trabalho em outro aqui.

<noise> E aí... E, do outro lado, assim, tem essa linha de trabalho. Hum. E na linha do namoro?
Então, a linha do namoro, eu posso te falar que eu sofri, viu, porquê...

Então, eu era convidado para eventos. Toda época de carnaval, eu ganhava convites para os bailes de carnaval.

Então, eu era conhecido.

Então, o pessoal, nesse meio tempo, tinha as paqueras, né, as namoradas. E tinha uma que eu uma delas que eu namorei, que eu me apaixonei bastante, mas eu sofri muito preconceito com o pai dela.

E eu querendo conhecê-la, conhecer o pai dela, a mãe dela, eu chegava na porta dela, que naquela época não tinha celular, né. Então a gente chegava na portaria e interfonava. Aí ela, quer que eu suba? Ela fala, não, não, eu estou descendo. Eu ficava lá embaixo, esperando dez, quinze minutos. E foi durante um mês isso, né? E ela evitando de eu conhecer os pais dela. Tudo bem, mas eu, poxa... Eu, um cara que eu tinha salão, né? Também tinha uma condição legal, né? Mas existia preconceito, né? E eu não sabia, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns dezenove anos Foi o meu primeiro preconceito em termos de namoro, entendeu? Aí eu lembro que depois de um mês, aquela coisa que não tinha como evitar, ela falou, ó, vai ter o aniversário da minha mãe no domingo. Vai ter um almoço lá em casa.

Não, claro. Porque gente não pode sair. Você vai almoçar com a gente. Vai estar a minha família toda lá. Ah, que legal. E aí, chegou o dia do almoço. Aí, no domingo, eu cheguei na hora do almoço lá, eu cheguei até um pouco, assim, era era, foi programado para às treze horas, eu cheguei onze Só vou chegar cedo para conhecer, né? Aí, quando eu cheguei lá na casa dela, aí interfonei, ela falou, pode subir. Eu subi, quem abriu a porta não foi nem ela, foi o pai dela. E o cara, um senhor bem, assim, sério, né? Muito educado, mandou eu entrar, por favor, sente-se, muito cortês comigo. E eu achei muito assim muito muito fechado, né, mas até então tudo bem, ele não me conhecia, né, não sabia quem eu era, só sabia que eu era o namorado da filha dele. Aí, nesse meio tempo, ele a e a menina lá não vinha, né, eu na sala com o pai dela. Aí eu perguntei a sua esposa, dona fulana, e ele ah ela está lá dentro. Mas foi bom que a gente teve uma conversa antes de elas chegarem. Eu olhei assim. Aí ele falou, você trabalha em que mesmo?

Você é cabeleireiro? Sou. Ela não falou ao senhor não? Não. Ela falou que você tinha um salão, achar que você era o dono. Eu sou o dono e trabalho. Você é dono e é cabeleireiro do salão?

Aí ele ficou sério, né. Aí eu falei, por quê? Porque eu não tenho bons olhos para isso, não. Você pensa em mudar de de profissão? Eu disse Não. Por que mudar de profissão? Minha profissão é uma profissão que vem de família. Meu avô é cabeleireiro, meu pai é cabeleireiro.

Nós temos três salões e cada um, cada filho está em um. Não, mas eu não tenho bons olhos para isso, não. Você pensa em mudar de profissão?

De repente, né, se tivesse padrinho para ajudar. Você precisa montar o quê? Está disposto a mudar de profissão? Porque minha filha gosta muito de você. Mas eu não vejo no futuro minha filha casada com cabeleireiro. Aí eu olhei para a cara dele assim. Isso foi o meu primeiro contato com o pai dela. Aí demorou um pouquinho e ela chegou na sala. Quando ela entrou na sala, ela viu o clima tenso no ar e eu bem sério, né. Aí eu respirei e não respondi. Ela chegou, gostou comigo, gostou de bater um papo, ficamos ali, mas eu não consegui descontrair. E o pessoal foi chegando, os parentes dela, tudo chegando, me me cumprimentando. Até tinha pessoas que me conhecia, né.

Tudo bem?

Eu ouço muito falar dele, não sei o quê, não sei o quê. A mãe dela é super educada, né, mas eu também senti que ela tinha uma barreira assim. Parece que eu estava com uma doença contagiosa. E isso, eu sentia a festa toda, o almoço. E como eu não podia ir embora, eu tentei ficar lá, né? Aí, quando deu umas duas da tarde, assim que acabou o almoço, estava na sobremesa, eu fiquei por ali, me levantei, aí... Eu falei para ela, eu preciso ir embora. Mas já? Você vai embora? Mal chegou. Pois é, mas eu tenho que ir para casa, porque tenho alguns problemas. Mas aí a gente se fala mais tarde. Eu te ligo mais tarde. Mas eu não vou nem falar com ninguém para ninguém perguntar porque eu vou embora. Então eu vou sair, como diz a francesa. Você vai me levando até a a área de serviço e eu saio e ninguém vai ver. dar um abraço para sua mãe, para o seu pai.

Aí eu saí. Cara, eu fiquei arrasado. Chorei nesse dia para caramba. Senti, entendeu? Aí eu vi era que tudo que eu passei no passado, na infância, eu ia enfrentar no no futuro, né? Mas isso me deu força mais ainda. E provar que não tem nada a ver. Os melhores cabeleireiros de São Paulo, e eu vou a vários cursos, são homens. Entendeu?

É uma profissão como outra qualquer. Infelizmente, tem os gays que abraçam a a causa, gostam, mas nada a ver. Acho que cada um tem seu gosto. Então, eu não tenho nada contra o o ser homossexual. Eu sou hétero, nada a ver. Acho que cada um tem sua escolha. Não tem como esse negócio... Eu já passei uma outra saia justa, uma outra namorada, que estava no aniversário também, e chegou o ex dela lá na festa. O pai dela ficava brilhoso quando chegou o ex. O pai dela, na época, até me tratava bem, sabe? Isso era uma outra namorada.

Tudo bem. Ele apertou a minha mão, quase quebrou os meus dedos. Tudo bem, eu segurei a força ali.

É homem mesmo? Eu falei, sou, porque todo cabeleireiro é gay, né? Aí ele disse, não, nem todos. Você faz o quê? Eu sou bancário, gerente de banco. Olha, tem muito gerente de banco gay. Até uns quatro gays lá no Salão. Aí ele olhou para minha cara assim <gasps> Tem muito gerente, tem muito advogado, tem muito juiz, tem muito padre... Essa aí é uma opção é opção de vida, né? A cada um que escolhe. Não tem nada a ver. Aí ele ficou nervoso que ia bater em mim. Porque ele achava que me ofender e eu ficava calado, né. Então, são argumentos que a gente passa. Isso, infelizmente, acontece. Mas toda profissão tem. Então, acho que, infelizmente, eu tenho que saber administrar isso. Como como hoje, com quarenta e um anos, eu administro. Eu acho normal isso. Então, não me incomoda como naquela época, né. Hoje eu tenho outra cabeça, eu trabalho com gays. Então, eu acho que é normal. O que é o problema? Então, faz parte da vida.
E você chegou a trabalhar com alguma outra coisa?

E eu também era torcedor, vivia no time, no grupo, vivia no campo. Aí ele falou, cara, você não quer dar uma força lá? Não, gente. Ah, força como?

Quer participar com a gente? Eu falei, ó, eu que adoro festa, né? Ah, vamos. Tem que fazer o quê? Primeira coisa é correr atrás de patrocínio. Você tem amigos de patrocínio, clientes?

Aí eu fiz uma lista de clientes que que eram conhecidos na região, que tinha posse, né? Aí eu peguei meu irmão, saímos para um lado, e cara, eram seis amigos, né, cada um saia para um lado para arrumar patrocínio para cobrir a despesa do carnaval, né. E, E com o meu conhecimento do meu irmão, que também na época tinha salão, a gente conseguiu vários patrocínios, né. Mais do que os outros, claro.

Quer entrar? A cota é tanto. Você quer entrar com quanto? Quer investir quanto? E eu tinha muitos argumentos. Então, a única possibilidade que eu entrei foi essa, só que no final não deu certo, porque eh a receita foi muito <laughs> maior, o gasto foi muito maior, então não deu para cobrir. No final tivemos que vender um carro, porque a mãe tinha assinado coisa, dado cheque meu, que é muita coisa que a gente faz com o nosso nome, né? E como eu era o único que tinha, eu e o meu irmão, que tinha estabelecimento, então era tudo no meu nome. Então a gente teve um gasto de vinte e cinco mil reais na época.

Então eu acho que a queda financeira foi em termos disso aí, que eu entrei num lado que eu não conhecia e confiei em pessoas, no final ninguém me ajudou, os quatro tiraram o corpo e aí meu irmão que tinha estabelecimento, que tudo era no nosso nome, a gente assumiu a boa parte. Então o o que a gente levantou a gente cobriu, e o que não levantou tivemos que pagar. Naquela época, acho que em noventa e oito, noventa e sete, vinte e cinco mil reais era muito dinheiro. Hoje talvez não, né, mas naquela época era muito dinheiro. Tivemos que desfazer de de bens para pagar. Era ameaça, polícia na porta do do meu trabalho, imagina, cobrando. Claro, o cara fez o negócio, quer receber. Então, eu tive que sentar com todo esse pessoal, vou pagar por quinzena, por semana. Então, eu fui separando, assim, o rapaz da fotografia, paguei por mês. O rapaz da camisa, paguei por mês. E eu fui, sabe? Foi uma coisa de louco, então o único erro meu foi esse, ter saído da profissão. Acho que você mudar de profissão hoje em dia é muito sério. Tem que entender.

O que você acha? Eu falaria assim, olha, numa boa, o que é que você faz da vida? Ah, eu trabalhei com com com contabilidade, não sei o quê. Por que você não monta um um escritório de contabilidade? O que é que você entende? Você vai pegar o seu dinheiro que você suou, que você trabalhou toda a sua vida e montou no salão, e se não der certo. Você não vai tirar ele todo. Então, eu aconselho a você investir no seu negócio. Porque trabalhar... Então, é o que eu falo. Você tem que ser investido porque sabe. Então, meu erro foi ter entrado numa área que eu não entendia, que eu não conhecia. Meu erro foi esse. Então, mudei só essa vez.
Agora assim, até voltando um passinho atrás, você começou a trabalhar novo e acabou adquirindo uma independência financeira mais nova, até, do que os seus amigos estavam falando. Como que isso influenciou a tua vida assim? O que foi mudando a tua vida, nos seus hábitos? O que você fez com a primeira primeira grande grana que você recebeu assim?
Então, a primeira grana que eu que eu tive, eu comprei um carro, né. Naquela época, carro era tudo. Todo jovem quer ter um carro. Então, com menos de dezoitos anos eu tinha um carro já, já andava com carro, sem documento. Então, o meu primeiro carro foi um Fiat um quatro sete, que era um carro da moda, hoje como é o Fiat Uno. Então, foi um carro que eu consegui comprar, era de um tio meu, aí eu dei uma uma metade e fui pagando o resto por mês, né? prestação, né. Ele me vendeu assim, ele foi foi quase um presente, né? Então a minha primeira conquista foi o carro, que eu era tudo, que eu arrumei o carro, coloquei som no carro. Eu lembro que o som na época era aquele som de bandeja. Você lembra? Que o som era acoplado, tinha uma entrada, uma gaveta que encaixava. Aí quando chegava no bar, tirava, ficava no bar, assim, um <laughs> trambolho. Hoje em dia é só a frente, né? Naquela época era o som de bandeja. E, muitas vezes, com vergonha de colocar na mesa, ou então alguém me roubava, eu colocava embaixo do banco. Eu pegava, atirava assim, enfiava embaixo do banco, fechava o carro e ia para a festa. Na volta, eu pegava, puxava o som, encaixava (traque traque), ligava o som e ia embora. A minha pior chatice foi quando eu cheguei no carro e o som não estava lá. Hum. Tinham roubado o som. E eu tinha pago já a flanelinha Eu não vi não, moço. eu procurei o som, desci do carro desesperado, não estava em canto nenhum, tinham roubado. Entraram com uma chave que eu nem sei como é que abriram o carro, perfeito, tiraram o som, rapaz, eu fiquei louco. Então, minha primeira conquista foi essa. Tempo eu eu comprei cavalo, eu adorava cavalo também, então eu fui num leilão uma vez de cavalo, né? Com meus pais lá, uma turma boa, e nesse leilão teve um desfile de country. Aí o cara que organizava era cliente meu, falou assim, você quer participar?

Ah, você vai lá, faz os cabelos das meninas, aí te dou uma mesa, vai ser bebida e comida à vontade a noite toda. Ah, eu quero. E é cabelo, eu não te pago nada.

Aí você divulga o sa Aí foi um espaço lá que tinha bem legal, o country. Aí lá vai eu com a minha equipe lá, preparando as meninas tudinho no salão. Quando foi à noite, eu fiz só soltar os cabelos e elas entraram na passarela com roupa de country, né? Bota, chapéu, né? <inhales>

Aí o cara fazia aquela divulgação, né? Aí depois do desfile, começou o leilão. E a bebida, o uísque, a vontade, o entusiasmo bebendo, o pessoal, né. Aí daqui a pouco o cara, olha aí quem vai querer. Aí o cavalo, entrava entrava o cavalo, cada cavalo lindo, né? Aí entrou um puro sangue inglês, que eu fiquei apaixonado, preto, né? Cavalo de joca. Esse cavalo ganhou o jockey, ganhou o terceiro lugar no Rio de Janeiro. Aí eu, na brincadeira, fui levantar o braço, porque eu acho que alguém vai em seguida, né? Eu levantei o braço. Aí, olha, eu vou dar ali uma, vou dar ali duas, vou dar ali três, vou vender, está vendido. Eu falei, meu Deus, o que foi? Comprei o cavalo. Como é que é, <laughs> rapaz, que comprei? Não é brincadeira. Tu é doido. e não podia voltar atrás. Leilão é assim, você levantou a mão, você não tem como voltar atrás. Você paga, divide, xis parcelas, mas o cavalo é seu.

Brincando? Senhor, aqui <laughs> não é brincadeira não. O senhor tem que levar o cavalo, ou não, o senhor vai ser preso. Eu falei, ixi, e é assim é? Isso é. Puxa vida. Porque não tem como o cavalo voltar para ser leiloado. Mas eu eu fui o primeiro a levantar, achava que ninguém ia levantar e ninguém levantou. Mas é assim. Eu falei, meu Deus. Aí meu pai cavalo. Cavalo enorme, puro cavalo de jockey, <laughs> nunca montei nele. Achei o cavalo lindo, preto, enorme, né? Era batistão o cavalo. Aí o cavalo campeão, tem todo um histórico, né? Não ganhou o primeiro lugar, mas ganhou dois terceiros lugares e um quinto, no Rio de Janeiro, Recife. E eu não entendi nada. Aí eu peguei o cavalo. Aí o cara falou, não se preocupe que ele está no jockey. O senhor paga por mês a a um tratador. E é assim que funciona. Aqui tem um pessoal que você vai ter que apresentar. Aí eu que não entendi nada.

Aí eu conheci um cara lá que tinha uma uma uma como é que eles falam? uma... Eu acho que deu branco agora. Onde eles ponham os cavalos lá? baia?

Tem uma baia lá. Meu sobrinho corre. Você vai pagar um valor só que vai englobar tudo.

Eu falei topo. E como é que é o gasto? Por semana, uma saca de corsalina e mais isso, verdura, não sei o quê. Está bom, aí eu encarei a coisa. E comecei a investir, gasto. É uma vacina tal, eu levava dinheiro para vacina. Tem que comprar tal medicação para para ficar mais forte, tal medicação. E olha, foi um gasto. Mas eu achava interessante.

Até que em uma das corridas que ele nunca ganhou, ficou em terceiro. Nunca ganhou, né? Ganhou em terceiro lugar só. Que não deu retorno nenhum <laughs> Era só gasto <laughs> Aí teve uma vez que ele estava bem preparado, né? Eu estava estava acompanhando, seis meses, né? Aí o cavalo saiu e disparou. Ele disparou na frente, na curva, que é tipo uma volta assim, né? Na curva do binóculo eu vi o jockey puxando o cavalo assim. Em vez de ele fazer assim, porque até então achava que não existia máfia e tinha máfia lá dentro. Aí foi quando soube, porque eu ia de vez em quando, não estava dentro todo dia, então tinha muita máfia e eu não sabia, né. Aí eu vi o jockey puxando o cavalo assim, de longe. Fez a curva na frente e o jockey assim... Claro, freando o cavalo. Eu vi ele dar a corda para o cavalo sair, disparar, e ele tava puxando o cavalo. Aí o cavalo foi ultrapassado e perdeu, né? Aí eu cheguei para... Eu não quero mais ele que vai montar no cavalo.

Porque eu vi ele em pé, no cavalo, puxando. Isso é impossível. Rapaz, eu não sou louco, não. Eu estou com binóculo. Eu vi... O estava na curva, na frente. Ele tinha tudo para chegar de primeiro e segundo lugar. Mas seu sobrinho... Aí começou aquela confusão. Aí, no mesmo dia, eu tirei eu tirei eu tirei o cavalo da baia dele, coloquei outra baia e acabou a amizade. Para evitar violência, né? Tudo bem, tudo bem. Então, eu não quero mais você, você não tem o seu sobrinho, cuide do meu cavalo. Porque se eu fosse levar adiante, ia virar uma confusão feia. Porque tinha que envolver dinheiro, apostas, tudo, né. Aí, eu tirei o cavalo outra baia, perdi a o interesse. Aí, eu falei, eu quero vender. Na mesma semana, apareceu uma compradora, que comprou o cavalo, né? Valor até, legal. Aí eu vendi o cavalo, e essa moça continuou com o cavalo, até que ele morreu numa pista. Ele teve uma uma uma queda e foi sacrificado no na pista. Isso foi anos depois. quando abre jornal, tem a parte de esporte e tem a parte que não é muito divulgada, né? É no cantinho, né? Aí eu fui e li, assim, ah, interessante. Que ele estava falando de cavalos, né? Aí apareceu, que ele tinha morrido. Pronto, que pena. Então, foi outro erro meu do passado, que eu investi errado.
É... continuou morando com seus pais?
Não, não, atualmente eu estou morando com a namorada, casado, né.
Ah, sim, mas eu digo, quando você começou a trabalhar, você continuou morando com seus pais?
É, eu eu eu demorei a casar, eu fui casar com vinte sete anos, achei que eu nunca ia casar, porque eu era muito namorador, né, tinha várias namoradas, namorava com uma, namorava com outra.

Aí, nesses dois anos, a gente viu que a coisa ia ficar séria mesmo, aí era um acidente e ela ficou grávida <laughs>

Mesmo assim, eu insistia, eu gostava muito dela e, para encurtar a história, durou seis anos o casamento. Mas o melhor de tudo foi o amor que tinha um pelo outro durou. Veio a filha, né? Tem uma filha linda, que eh faz parte do nosso amor, né.

Eu joguei tudo para o alto, né. Tinha um salão lá, tinha tudo. E eu vim morar em São Paulo. Minha tia deu uma força aqui na época. E ela falou assim, ó, eu vou te dar uma força. Eu vou te apresentar o meu cabeleireiro. Quem sabe você vai trabalhar com ele. E eu cheguei num sábado, né, no dia... Acho que foi em vinte e pouco de maio de noventa e

Minha mãe morava aqui, né. Aí eu vim para a festa e não voltei. Meu pai voltou e eu fiquei. Aí na na quarta-feira ela me levou no salão onde ela frequentava. E eu bati um papo com o dono lá. Ele gostou muito de mim. Na quinta-feira eu estava trabalhando com ele. Aí pronto, não parei mais. E de lá para cá eu não sou patrão. Sou empregado até hoje. Eu acho que eu não consigo mais ser dono É muita preocupação. pai é muito contra. Ele acha que eu devo ser dono. Como é que você consegue aguentar receber ordem? Mas sou um cara que me adapto muito fácil, entendeu? Eu procuro entender. Então, eu sou muito maleável. Eu não sou de confronto. Eu trabalhei cinco anos em outra empresa. Eu estou em outro salão agora. E eu fui muito amigo do do do meu patrão. Trabalhava junto. Vestir camisa. Então, eu sou um cara que eu eu luto pela empresa, entendeu? Então, eu via que quando não estava dando mais, mas para mim, eu saí numa boa. Então, eh eu vejo muito isso assim na profissão Que a gente tem que ter bem com as pessoas, né, não pode se confrontar, não pode entrar em choque. Então, é isso aí.
E aqui em São Paulo, como foi começar a morar aqui? Seus pais já moravam aqui é isso?
Minha mãe já morava aqui, meus pais eram separados na época. Hum. Eles tiveram uma crise e eu morava com a minha irmã em São Paulo.

E bateu o carro, bateu no poste. E ele ficou internado em coma durante os dias. E eu acho que ele está bem, né, superou tudo, mas uniu muito meus pais. O drama, né, do filho, né. Aí meu meu irmão se recuperou, voltou a trabalhar.

E meus pais começaram a ficar namorar por telefone. Aí eles viram que tinha muito amor ainda. Mesmo depois de três anos separados, existia muito amor entre eles. Aí eles se deram uma chance e estão até hoje juntos.

E foi tranquila essa?
Foi, foi ótima.

São Paulo é cidade das oportunidades, te dá tudo. Cabe a você aceitá-las, né? Quem gosta de trabalhar, quem quer trabalhar, consegue tudo aqui em São Paulo. Quem é uma pessoa acomodada, que espera muito dos outros, demora mais. Então, eu como sinto que é uma pessoa que muito, assim, gosta da profissão, gosta de trabalhar.

Não tenho o que reclamar, não, né. É mais para quem mora longe, né?

Eh... Então, eu queria saber, assim, nesses anos todos que você já trabalhou como cabeleireiro, se tem algum fato interessante que te marcou, com alguma cliente
Deixa eu ver, deixa eu ver o que pode passar, né. Tem fatos engraçados e tem fatos chatos. Qual que você acha o melhor interessante?
<laughs> O que te marcou mais que você quiser contar.
Porque na nossa profissão a gente não pode errar, né. A gente é rei até o dia que a gente erra. E infelizmente todos nós estamos expostos a errar, não só acertar. Está gravando aí? Então a gente é muito cobrado, a gente é idolatrado. Até o dia que você erra. Então eu acho que a profissão de cabeleireiro é um pouco ingrata. Você não pode errar nunca. É igual o médico. O médico erra um diagnóstico, mata o paciente. Se a gente errar uma uma química ou um corte, perde a cliente. Então é difícil ter a segunda chance.

E eu já errei com elas. Às vezes eu conversando, eu cortei o cabelo demais e elas ficam chateadas. Mas eu falo, eu vou te perdoar porque eu gosto muito de você. Mas se errar de novo, não venho mais aqui. Não vou te acompanhar mais. Então tem alguns clientes que elas até dão a segunda chance. Porque não somos perfeitos. Tem dias que eu estou mais inspirado, tem dias que eu estou cansado, chateado. Então, eu procuro dizer, eu procuro entrar no meu salão, deixo os problemas, tirar um sem mochila, assim, na rua. Aí eu entro trabalhar. Quando eu volto, porque eu vou embora, tchau gente, aí eu coloco de volta e vou para casa. E pior é chegar em casa. Chego em casa, tiro de novo, <laughs> deixo na rua, entro em casa. Na hora de ir embora, põe de volta. porque a gente não pode levar problema nem para o salão e nem para casa, que isso atrapalha muito. Então, eu tenho situações engraçadas no salão.

Ela mal dava bom dia, mas ela chegava assim, eu marquei que fulano chegou, aí eu falei, está chegando já. Aí, desculpa, ela ficava sentada aguardando a cliente, a a chegar a manicure, Aí chegava a manicura, ela fazia a unha e tudinho. Pagava, não dava uma palavra no salão. É o tempo todo. Quando apareceu o celular, que ela ficava no celular direto. Era falando com o trabalho, falando com a família. A gente não existia para ela. Aquele tipo de pessoa que se morrer, vai virar cinza, né? Não vai nem apodrecer, porque tem nojo do corpo, né? Porque tem que ter assim, né? que de um jeito. Se eu morrer, eu digo que quero ser cremado, para não apodrecer. Então eu ficava pensando, poxa, como isso pode ser assim, né. Todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, né. E eu ficava olhando, né. Teve um dia que ela chegou lá, marcou o cabelo e unha e Ela fazia com o cabeleiro dela. Porque eu tinha salão grande e tinha vários cabeleireiros, né. E o cabeleireiro dela não chegou. Ligou, estava atrasado. Não sei qual foi o motivo, ele falou que ia chegar no horário que tinha marcado com ela, que era às nove da manhã. Aí eu também estava com o cliente marcado, não podia atender. Essa mulher deu um escândalo no salão. Absurdo, não tem cabeleireira aqui. Não, ter tem. Todos estão com a agenda marcada. Não tem como a gente parar um serviço para fazer o seu. E ela foi um bafafá na hora de pagar, que ela falou que nunca mais ia lá, que não sei o quê. E foi muito chato, porque por mais que a cliente sempre tenha razão, a gente tem que aprender também a a colocar no lugar dela. Por mais que eu falasse com educação, e ela aumentava a voz mais ainda, eu falava, calma. E ela gritava, não sei qual foi o problema dela, acho que ela descarregou na gente, né. Conclusão, ela abriu a porta e saiu quebrando Aí, quando o cabeleireiro chegou, eu chamei ele para conversar. Ligue para ela, converse com ela, né, para ver por que ela fez isso.

Ela deve teve algum problema sério, né. E ele ligou para ela e pediu desculpa, argumentou. Mesmo assim, ela ficou um mês sem ir lá no salão. Depois de um mês, ela volta para o salão de novo e não pede desculpa. Marcou lá a unha e o cabelo com o cara. nunca falou comigo, né. E assim foi, até que um dia, o meu salão era era numa galeria e o banheiro era no primeiro Piso, né? Então tinha uma escada redonda assim, né? Com caracol, e ia no banheiro. E lá em cima tinha uma sala de estoque e meu escritório, onde eu ficava lá Então, quando eu estava desocupado, eu ficava lá no meu estoque, no meu escritório lá, vendo uns pagamentos. Aí tinha uma parte que tinha um dê vê dê, eu ficava vendo filme, ou vendo dê vê dê de corte.

E eu ficava vendo ali, estudando cortes, estudando cores, né. Aí, quando foi um dia, eu saí da minha sala e fui ao banheiro. Aí eu vi que ele estava ocupado. Fiquei lá esperando, né. Deve ser alguém de salão Daqui a pouco, quem me sai do banheiro? A cliente. Que parecia que comia só caviar, né? Quando ela saiu do banheiro, gente, um cheiro daqueles <laughs> fortes. Acho que ela comeu algo <laughs> de errado lá. Aí ela desceu, ela olhou para a minha cara assim.

Tudo bem, senhora? Aí ela, tudo bem, ela passou, desceu a escada, morta de vergonha. são pessoas iguais a gente. Come o que a gente come. Faz o que a gente faz. E fica achando que só come coisas, né, que saí cheiroso, né. E, infelizmente, ela é igual a todo mundo. E e foi uma gozação nesse dia que ela ficou morta de vergonha. a pessoa que faz a coisa sabe, né? Ela desceu com vergonha, pagou, foi embora. Aí comecei a ver como é que pode, né? A pessoa <laughs> desse jeito, aham. Foi muito engraçado na época isso. Então essas situações de salão, a gente passa muito.

Você quer fazer? Eu falei, como é a matéria? Ah, você vai falar da profissão do cabeleireiro.

Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco chegou lá, estava eu e meu irmão trabalhando junto nessa época, né, aí ela perguntou, como é ser cabeleireiro? É ótimo, a gente trabalha, a gente muda as pessoas, transforma, a gente trabalha com a autoestima das pessoas, que legal.

Eu adoro, aprendi com meu irmão. E a gente trabalhou junto há há há mais de três anos, não sei o quê Se dá bem com ele, eu dou super bem com ele. E como é que é esse preconceito? Ah, não tem problema. Nós somos casados, somos casados. E ficou no ar, como era uma matéria que ia ser vinculada no jornal local. Todo mundo viu na hora do almoço que a gente era casado. Eu entendi que a gente era casado. É uma <laughs> gozação isso aí. Todo mundo riu, tirou Fiquei aí, como é que se pode?

Tê vê não tem como voltar. Gravado. Gravou, só que não tem como voltar e repetir a pergunta. Mas foi muito interessante na época, as matérias que a gente fazia. Eu fiz muita matéria na tê vê Teve uma também sobre o erro de salão. Porque, muitas vezes, a pessoa erra o corte. A matéria era assim, o que fazer quando errar o corte de cabelo? Então, foi a matéria que foi circulando também no meu salão. Aí, a repórter perguntou a mim eh, o que fazer quando errar um corte de cabelo? Então, quando você atendia uma pessoa que veio com um corte errado de outro salão. Aí eu falei, a primeira coisa é você analisar o corte e ver se tem solução. Se não tiver solução, deixa crescer. Porque quanto mais você mexe, pior. E foi muito legal essa matéria, porque ontem a gente eh foi até o meu salão para consertar, ou tentar mudar o corte, que sofria muito com isso, né. Porque depois que erra, não tem mais jeito. Não é igual a química. A química, se fica muito claro, a gente escurece. Se fica muito escuro, a gente clareia. Agora, se corta muito, chora eu <laughs> e você. <laughs> Não tem mais jeito. É isso aí.
E tem mais alguma coisa da tua trajetória toda que queira que você lembrou agora, que queira contar, que a gente não cobriu?

A forma como eu pensava há dez anos atrás era uma e hoje é outra.

Não morar muito longe do trabalho, porque o que... O que prejudica a pessoa, o humor da pessoa, é o fato de morar muito longe. É horas no ônibus, horas no metrô, horas de trem. Isso é um desgaste muito grande. E eu tive muita sorte em morar. Tenho o apoio da família.

Ajudou muito a gente. Então, eu sempre morei num bairro

Então eu não sofri muito. Para quem vem para cá, para quem quer morar distante, morar longe do trabalho, isso é uma coisa que acarreta muita coisa. O humor das pessoas muda muito. Isso de manhã. Por que a acorda tanta gente de mal humor de manhã? Porque é trabalho, trânsito. Aí quando você vai para casa, outro problema é voltar para casa. É outro mau humor. Então, eu acho que eu cresci muito.

Então, o que eu posso dizer em termos disso aí?

O ambiente é muito bom.

Não é obrigado a pessoa ir para fora.

Acontece em todos os segmentos.

Então eu posso dizer que eu sou muito feliz nessa cidade, que me acolheu, entendeu? Que me ofereceu tudo e até hoje me oferece. Eu estou feliz profissionalmente, estou feliz eh a parte pessoal também. Eu vou ser pai de novo, tenho uma filha a caminho, uma menininha. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz.

Então, eu acho que é a minha base em tudo. Então, é isso. Acho que a vida é, a vida nossa é isso aí. Contar um pouco da nossa história, do que a gente passa, do que a gente vive. Isso

nos engrandece muito
Eu queria, já que você está fazendo inclusive essa reflexão, eu queria saber quais são os seus sonhos.
Meus sonhos, né... Atualmente, o meu sonho é ter saúde eh, trabalhar e acompanhar o crescimento das minhas filhas. Poder levá-las ao altar. Isso é uma coisa que todo pai quer, né. Meu maior sonho é ter saúde para levá-las ao altar. Porque a gente vive uma vida muito louca aqui, a gente corre muito. Então, a gente, às vezes, passa muitas situações, né, no trânsito. Pelo fato de eu morar muito distante, às vezes, eu me aborreço no trânsito. Eu tenho que ter muita paz de espírito para aguentar até lá. E meu sonho maior é poder dar o melhor para minha família, poder construir uma vida saudável. Eu sei que rico, É complicado, né? É tudo sorte na vida. Eu tenho muita sorte, mas acho que tem que ter muita sorte, sorte elevada <laughs> Mas se eu der uma boa vida para a minha família, esse é um sonho que todo homem tem, dar o melhor aos filhos, né, que a gente trabalha para isso mesmo, para a família.

Eu falo, rapaz, está difícil.

Porque eu sou uma pessoa bem acelerada, eu falo rápido, eu trabalho rápido, tudo meu também é na rapidez, então eu me dou super bem nesse ritmo.

Tem uma filha que estuda lá, eu tenho que ligar para o colégio para perguntar sobre livros, alguma coisa. A moça está me esperando.

Não é assim, para, há um momentinho só, vou transferir o senhor.

Não, claro. Aí vem uma pessoa, me passa para outra. E muitas vezes não resolvo.

Tudo é resolvido para ontem.

E como foi para você rever seu trajetório e contar sua história hoje?
Foi muito interessante. Eu acho que eu tive um primeiro contato, né, no próprio salão que eu trabalho e atendia uma cliente.

Eu falei, poxa, mas que legal. E ela falou, cara, a sua história dá certo lá. Acho que muitos vão querer conhecer a sua história, um pouco da sua história, sua vivência de vida. E eu falei, ah, legal.

Eu acho interessante também a forma como é feito, né, e catalogado, como as pessoas vão pesquisar, vão descobrir. E eu espero poder ajudar de alguma forma, né, contar um pouquinho da minha vida. Eu acho que tem pessoas que têm uma história mais interessante, mas um pouquinho que a gente escuta ali e aqui, isso é soma na vida da gente. Eu acho que tudo é válido. Eu que vou a cursos, muitas vezes eu vejo a mesma coisa, fico lá sentado vendo o mesmo que eu já sei fazer. Mas às vezes tem uma coisinha, um movimento que o cara faz na tesoura, no pente, que eu não faço. Então eu acho que na vida é assim, é feito ler um livro. Você lê um livro. Às vezes nada a ver com a sua história de vida, mas tem uma coisa no livro que mexe com você, com o teu eu. Então eu espero, pelo pouco que eu falei aqui, que tenha ajudado alguém, tenha dado força a alguém, entendeu? Mostrar que a vida é isso mesmo. É vida de preconceitos que a gente tem que superar todos. Todos na vida, não só na vida pessoal, na vida profissional. E ser fiel ao amigo, ser uma pessoa boa de coração, ter paz no coração, entendeu? ajudar as pessoas, porque você ajuda, você lá na frente também vai ser ajudado. Então é isso aí.
Muito obrigada, então, por ter contado essa história para gente.